Boa tarde.
E então, para começar a nossa entrevista, eu peço para você dizer o seu nome completo, data e local de nascimento.

Eh, nasci em

E seus avós?
Meus avós também são de lá. Todos.
O que seus avós faziam lá na baia, na Bahia?
Meus avós eram, trabalhavam numa fazenda, porque o, porque o, antigamente lá na Bahia, há uns anos atrás, tinha aqueles fazendeiros, então tinha vários empregados. E minha avó, minha avó e meu, e meu avô trabalhavam lá. Trabalhavam muitos e muitos anos, até que um dia, até que um dia minha avó, minha avó viu que aque, que lá praticamente ela não ia sair daquilo, ela ela resolveu vir para São Paulo. Só que ela, veio ela e o, veio ela e o marido e e deixou, e deixaram os filhos lá. Inclusive um dos filhos, que é meu pai, ele veio, ele Veio de trem só com a roupa do corpo.
Mas ele ficou lá também na fazenda?
Ele nasceu na fazenda? Ele nasceu, ele nasceu na fazenda, mas aí, aí a a irmã dela tinha uma casa fora da fazenda, perto, aí Aí e ele ficou lá alguns meses. Aí quando minha avó viu que que mais ou menos ela estava estabilizada Aí ela mandou ele vir. Só que financeiramente não tinha dinheiro. Aí conversou com um, com um amigo que ela tinha, intermediário assim Aí meu pai, aí me meu pai veio no Meu pai veio de De trem. De trem? De lá da. Da ba da de da Bahia a São Paulo.
E os outros irmãos?
Depois, depois aí meu pai começou a trabalhar de carreto porque antigamente você você trabalhava na feira de carreto, tinha essas madame então praticamente você eh, final de semana, dia de feira você tirava um dinheiro razoável. Hum. Meu pai foi juntando até que ele ajuntou um dinheiro para mandar buscar o irmão dele. Aham. Então, mas o o, ah tá, tinha o seu pai e mais um irmão. Mais um irmão. Tá. E a sua mãe também trabalhava aqui? Mãe, minha mãe, quando veio, aí ela trabalhava de doméstica. Depois, aí meu pai, depois assim. Eles já se conheciam lá. Só que ele veio primeiro, depois de alguns meses. Aí ela resolveu vir também. Ela morava, eu acho, dez minutos um para o outro. Aí Aí eles eles namoravam lá. Aí pediu para vir. Aí casaram aqui. Uhum.
E aí eles foram morar onde?
Aí eh, nós fomos, aí ele mo morou muitos anos na favela do Vergueiro. Na A favela do Vergueiro foi uma das maiores favela que teve em São Paulo. Tinha campo, futebol, tinha tudo. E eu Eu saí de lá com, daí eu morei dois anos na favela.

Meu pai conta histórias. Você nasceu lá? Nasci praticamente, nasci lá. No no no

Aí depois fomos pa, fomos ê eu nasci em sessenta e sete, morei até sessenta e nove, lá na na favela, na favela do Vergueiro. Depois de sessenta e nove, eu fui para hoje onde eu moro. Assim, eh da onde eu morava da casa do meu pai para onde eu mudei, para onde eu moro hoje, é cinco mi eh, são quatro minutos. Então, praticamente, é no mesmo bairro, Jardim Lula, de Americanópolis. Então e nove eh até hoje Eu moro lá. Em Americanópolis.
Você passou a sua infância lá.
Ah, eu tive uma infância que eu acho que poucos. Eu falo para os meus filhos que às vezes. Ah, vocês não deve fazer isso, mas eu eu era terrível. Terrível em bom sentido.

Mas eu eu fora, ê eu era uma pestinha. Peste no bom sentido. Antigamente a na infância era legal. Você saía em turminha, quatro, cinco, você aprontava. Mas hoje já não. Ah, ê eu gostava de entrar em boca de bueiro. Como eu gostava de entrar debaixo do, ficar no esgoto. Eu falava, meu Deus.

Como assim você entrava?
Não tinha as boca de bueiro, não tinha aquelas boca maiores. Esgoto, eu entrava ali. Só que um dia quase, nós tinha ali em sete, oito, nós entramos. Ficamos lá, ficava horas e horas. Entrava numa rua para sair em outra. E fomos pegos pela chuva, pelo um temporal. Nossa, não morremos aquele dia porque eu acho que Deus existe mesmo. A pessoa falar que às vezes duvida de Deus, eu acho que ele mesmo está duvidando dele mesmo.
Você tinha quantos anos quando aconteceu isso?
Ah, eu tinha uns Só que nós era uma turma assim, aonde estava, aonde estava, aonde estava a gente, sempre estava aqueles onze, sempre.

Nós nós era em cinco irmãos e e de de tinha mais um primos e amigos. Aí, temporal, aí conseguimos cair no no no no, num poço que vai juntando água, foi a nossa salvação. Nós começamos berrar, aí o alguém passou e ouviu a voz. Aí chamou e falou, nossa, <laughs> aquele dia, olha, o pai não sabia se chorava, se batia, a gente mesmo. Mas depois que nós saímos daquela aventura. E você tinha, você falou cinco irmãos?

Mas, graças a Deus, eu acho que eu não, não me arrependo, não. Que a nossa infância Era uma infância, era uma infância difícil, porque eh onde eu morava, quando eu mudei em sessenta e nove para esse lugar, demorou muitos anos para desenvolver. Quando eu mudei para essa, para essa rua onde a gente mora hoje, praticamente tinham duas casas na rua. Hum. Então, praticamente, o resto era só fazenda, sítio. Ah, mas a gente eu era super feliz.
E lá, lá seu pai também fazia carreto nesse nesse bairro? Como é que. Olhe, daí ele
E aí ele que, e aí ele arrumou um emprego de metalúrgico, ficou muitos anos, muitos anos, até que houve um problema de de coluna, de hérnia de disco. Aí ele foi foi trabalhando menos, chegou um ponto que a o médico, o médico aposentou ele, que ele operou e não deu certo. Aí ele ficou na, ele ficou na caixa muitos anos, depois aposentou. Eu hoje estou com quarenta, meu pai está com, meu pai está com
E nove. Então, e aí além dessa lembrança que você tem de brincar na rua com essa turma, com seus irmãos, eh fala um pouco, como é que era a sua casa?
Eh, como é que era, nós morávamos, nós Nós morávamos, nós morávamos num barraco. Uhum. Mas no barraco você olhava para o chão, da da dava dava para ver seu rosto. Nós encerávamos todos os dias, todos os dias tinha que encerar. Então, eh meu pai saía para trabalhar, e eh nós em cinco, oito irmãos, que era cinco irmãos e e três irmãs. Cinco irmãos e três irmãs, foi cria, a família foi crescendo, cada ano era um. Então aí a família foi crescendo, aí eu era o mais velho, sempre o mais velho, eu tinha que cuidar dos irmãos. Aí eu perguntava, aí tinha dias que eu sentia falta da minha mãe, né? Eu falava, ô pai, ô vó, cadê minha mãe, né? Ah, sua mãe foi, sua mãe foi pe, foi, sua mãe foi buscar Ah, e eu nessa de cegonha foi muito tempo. Hoje, hoje meu menino com com com vai fazer onze anos, às vezes eu quero falar, ah pai, eu já, eu já sei muita coisa. Ham E eu até com certa idade, eu falo para ele, até com certa idade era cegonha. Ah, cegonha e, e eu ia para fora, ficava olhando e falava Aí, antigamente, hoje a mulher vai dar à luz con con conforme se é normal, com dois dias, três dias, ela está em casa. Minha mãe ficava uma semana.

Quando pensava que não, chegava minha mãe. E eu sempre naquela, ai, a cegonha. Cara, vim realmente a descobrir mesmo, acho que tinha uns
E como é que era isso? Você é o mais velho, com outro irmão, com oito irmãos, como é que, como é que você cuidava.
Eu cuidava.
você fazia?
Meu pai saía para trabalhar, então no nós não tínhamos a, nós não tínhamos água encanada. Eu que cu, eu que tinha que, nós tínha um poço de mais ou menos dez metros de profundidade, eu puxava, eu co mais ou menos sete anos eu, sete anos e meio eu já tomava conta deles.

Eu ia, eu comprava pão e leite, deixava eles lá e falava, fica aí que eu vou comprar pão e leite. Comprava pão, porque antigamente você chegava num ba num, num, num num barzinho e falava, me dá meio metro de pão e meio litro de leite. Ainda peguei, aí chegava em casa, aí já fazia, era leite, quem queria tomar leite com com nescau e chá mate. Aí fazia, dava café para todos, depois ia a, o meu pai fez um banquinho da altura do fogão. Hum. Mais ou menos da altura que eu passasse do fogão para poder ver a panela. E aí eu, eu fazia arroz, fazia tudo e dava comida para todos.

É, então, e hoje, assim, o meu exemplo, por tudo que eu fui, meu filho de, o mais velho, é idêntico, tu tudo que eu fui, quando eu era pequeno, ele ele Ele com quatro anos, um dia eu deixei na casa do meu pai e ele falou, pai, eu não quero Ele falou, pai, eu prefiro ficar só, porque eu e minha esposa trabalhava e eu estava desempregado e eu arrumei um serviço que era no no no era no no no, no horário das onze às sete. Então ele entrava na escola onze horas e saía três horas E a minha esposa chegava às Aí eu falei, e agora? Aí eu conversei com ele, mas dei azar que no primeiro dia que eu deixei ele, foi um temporal e acabou a luz, com quatro anos. Mas e aí eu fiz o desenho do pai, da mãe, tudo. Falei, ó, qualquer coisa você liga. Eu já tinha preparado ele. Aí o telefone toca. O meu patrão falou, ó, é seu filho. Meu Deus. Pô, pai, eu estou com medo que acabou a luz e. E eu, e eu estava com dois dias de serviço. O patrão falou, não posso deixar você ir embora. Aí a minha esposa, eh quando é nessas enchentes, aí ela chegou, normalmente ela chega quatro horas, era uma hora que ficava sozinho. E ela só conseguiu chegar às oito e a luz chegou às sete horas. Então aí eu, aí eu fui preparando ele, explicando, não pai, pode me deixar. E aí e eu, e ele hoje Ele hoje é que cuida da casa, que leva o mo o caçula para a escola, que busca, depois leva para outra escola e e depois ele vai para a escola. Com onze anos aí ele faz tudo isso. Por isso que eu acho que que os filhos são o que você, o o pai e a mãe é o espelho para os filhos. Não adianta eu querer cobrar alguma coisa de vocês se eu, se eu sou um canalha. Não adianta. Eu acho que às vezes âh, ah, fulano se seguiu o caminho errado. Eu acho que se você conversa, eu acho que a pessoa só segue se quiser.
Então, e vamos voltar lá para para você, com seus irmãos lá. E aí você cuidava, tá, mas você ia para a escola, eles iam para a escola, como é
depois chegou, aí eu eu ia para a escola, que eu estudava há uns... Uns oitocentos metros de casa. Hum. Então, aí tinha uma vizinha, aí depois eu eu com uns oito, sete anos, meu irmão com seis, aí ele falou, eu explicava para ele, deixava tudo pronto, ia para a escola, ficava três horas na escola, naquele tempo, aí quando eu chegava, ele ele já tinha feito mais ou menos tudo, aí eu eu, o resto aí eu eu ia cuidando. Aí depois eu ajudava muito minha mãe, minha mãe, assim, carinho, não tinha tempo, porque Era filhos e filhos. Minha mãe teve oito. Da, a irmã dela teve uma que teve dez filhos. Então, a vida era complicada.
Mas e na escola, como é que era? Ah na Você gostava? Ah na na esco. Que lembrança que você tem da
Na escola, eu nunca me esqueço que no primeiro dia de aula, falei para a professora, professora, eu quero ir no banheiro. Ela falou, agora não. Professora, eu estou muito apertado, eu vou fazer xixi na roupa. Ela falou, agora Aí eu falei, então, eh eu eu vou fazer perto da mesa. Ela falou, você não tem Eu falei, eu tenho, porque eu estou apertado. Eu fui e fiz perto da mesa. Aí ela, mas você fez mesmo. Eu falei, mas eu pedi para a senhora. Eu falei, eu tenho sete anos, eu acho que ninguém, eu acho que ninguém tem o direito de falar, não, você não vai no banheiro. Aí ela falou para a minha mãe, contou a a versão dela, né? E E meu pai, assim, meu pai eh, meu pai foi o sempre foi muito rigoroso. Eu levei uma surra que, olha, até hoje, eu com quarenta anos, e Nossa, como fosse hoje. Tem dia que eu penso e falo, meu Deus, meu pai não deu chance de eu me defender. Simplesmente a professora falou para minha mãe a, minha mãe falou para o meu pai. Meu pai não deu chance de eu me defender. E hoje, um dia, um dia ainda falei, depois de anos, falei para ele, o senhor não me deu uma chance para mim se defender. Eu acho que todo, eu acho que todo mundo tem o direito de se defender. Mas a né, mas eu não guardei mágoa não. E aí você ficou nessa escola? Aí fiquei nessa escola uns quatro anos, depois aí depois aí mudei para outra escola aí foi meio complicado porque era era longe de casa e e e e e tinha uma turma, e tinha uma turma da complicada uma turma da pesada que tomava lanche tomava era Sabe aquela turminha? E o caminho que eu fazia era muito, era, era, era tinha que sempre passar no no no meio de uma estrada, com mato, sempre quando passava, ou tomava o lanche. Tinha dia, tinha dia que tomaram meu óculos, touca, frio um dia. Antigamente hoje em São Paulo, as pessoas fala, ah, faz frio em São Paulo. Não, fazia frio nos anos Setenta. Nos anos seten São Paulo da Garoa era três meses de inverno, era três meses de garoa e frio. Hoje a gente tem uma semana de frio e to está todo mundo morrendo. Mas depois aí eu consegui, eh eu estudei eu acho dois anos lá, mas depois eu consegui mudar para outra escola, aí consegui fazer amigos, aí conseguiu formar uma turminha, que com aquela turma ninguém sempre com a gente ninguém sempre mexia.

Eu nunca bebi, nunca fumei, então essa turminha eu falava ó, se vocês bebem, fumam, eu não, eu não quero fazer parte. Porque eu eu acho que qualquer um de nós é, tão bom quando a polícia para, ah encosta aí. Ah não sei o quê, olhou lá, pode ir embora. Mas quando você está errado, eu não Até hoje. Até hoje eu não
Vocês se divertiam como?
A gente se divertia, suponhamos. Eh A gente sempre tinha o, sempre tinha o aquela turminha, a gente va va eh brincava, tinha tinha brincava de esconde-esconde. Você ia brincar de esconde-esconde e o a pessoa que te procurar ficava uma, mais de duas horas procurando. <laughs> A gente Às vezes a gente, quando a gente ia para a cantina, sempre tinha era o, era meu dia de pagar. Eu tinha que bancar os onze.

O que que é isso?

Porque cada dia é. É, cada dia, suponhamos, eu queria um salgadinho, outro queria Então, hoje é meu dia e eu e eu pagava tudo.
Para todo mundo? É porque
Como que eu pagava? Porque eu, nas horas vagas eu, eu eu vendia, eu vendia papelão, catava papelão e engraxava sapato. E hoje a senhora pode ver que hoje você fala para um filho, ah, vamos fazer. Não, mas eu não, mas eu não me arrependo, não.
Mas os outros do grupo também faziam?
Faziam, sempre faziam. A gente, eu morada, da gente, da onde todos nós morávamos, da estação de Jabaquara dava vinte minutos a pé. Então a gente ia para o, para a estação de Jabaquara, no terminal de Jabaquara, e lá se encontrávamos e cada um. Aí quando era, suponhamos, nós se encontrava Nove horas da manhã. E nós marcava Uma hora todo mundo aqui de volta. Enquanto não chegasse o último, nós não ia embora. A gente ia junto e voltava junto. Ó o que que deu. Nós dava uma quantidade para para as mães. Sempre dava ó mãe. Ganhei isso. Ela falava, então fica com a metade e me dá metade. Sempre foi assim.
E aí vocês faziam uma vaquinha ali?
E compravam. Isso, aí fazia uma vaquinha. Aí Chegava na cantina da escola.

Aí a a eu nunca me esqueço, a da cantina ela chamava Dona Conceição. Aí ela falava, hum, meninos, vocês hoje vão ter seu dia, né? Aí, uns a gente falava assim, o que vocês querem? Eles já gritavam, principalmente quando era meu dia, ah, a gente quer sanduíche de mortandela. <laughs> Ah, e pagavam. Mas depois, graças a Deus, que no outro dia, o que nós gastamos naquele dia, no outro dia nós ganhava em dobro. A gente já tinha clientes bom. Ah, eu volto. Ah Então a gente já engraxava o sapato. Quando pensava que não, a gente dava aquela hora, nós estava com o dinheiro já para nós e e e para a mãe. Eu sempre aí eu sempre ajudei meus pais.
Mas você ia engraxar sapato aonde? Na rua ou tinha um lugar?
Na rua, às vezes. A gente A gente andava na rua, via a pessoa no ponto. Seu Pedro, o senhor quer engraxar o sapato hoje? Às vezes nós ia no num barzinho, às vezes numa padaria. tinha uma padaria perto do terminal de Jabaquara. Então, as pessoa estava almoçando. E eu pedi uma autorização. Pode ir, pode oferecer para ver, para ver quem quer engraxar? Pode, pode.

Eu acho que você olha para a pessoa e você vê a índole da pessoa. Uhum, uhum. Aí Depois, aí eu fui crescendo. Rapazinho, eu cheguei aos treze anos. Aí, o eu falei para o meu pai. Ah, eu quero trabalhar. Aí, um amigo do meu pai arrumou um servi, um serviço para mim de trabalhar de silk screen. Fazer faixas. faixa, letreiro. Aí eu trabalhei um um ano. Depois, aí eu falei, ah, eu quero outra coisa. Falei, ah, esse esse não é o meu dom, não. Meu dom, eu quero de lidar com o público.

Só que é três, qua Tinha das, quatro padeiros que fazia os pães e nós tinha que esperar esfriar duas horas e depois correr para embalar, todos os dias. Aí eu falei, ah, eu vou. Só que eu fui já, falei, eu vou, mas o meu sonho eu vou realizar, que é comer um sanduíche de mortadela, assim como umas dez, doze fatias de mortadela aí

Falei, ah, você não imagina. Eu quero um sanduíches de Mortadela. Você faz assim, com bastante fatia, umas doze, dez fatia. E o cara fez. Aí ele falou, e o refrigerante? Antigamente o refrigerante da moda ou era tubaína ou gin e aquelas garrafinha verde. Falei, ah, eu quero uma gin. Eu acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu falei, nossa, realizei meu sonho. Aí eu fui crescendo.
Mas era numa padaria?
Numa padaria, no Jabaquara. Hoje, inclusive, é uma farmácia. Aí eu trabalhei lá um bom tempo, aí fui, aí um com de de um faltou um, faltou uma pessoa na copa, aí ele falou, quem que a gente vamos

Falei estou. Aí chegou um cliente, aí eu, bom dia, bom dia, todo macio, meio acanhado. Bom dia, ele falou, dá para você fazer um Bauru? Falei, olha, eu sou Eu não sei, se você me ensinar, eu prometo que eu faço. Tá O cara me ensinou, olha, põe presunto, deixa dar uma passadinha, põe o queijo, tomate, orégano e azeite. Falei, nossa, como é fácil. Aí desse dia para cá, aí eu fui gostando, gostando, já estou Nesse ramo.
Mas nesse período você trabalhava e estudava? Ou você tinha
Trabalhava e estudava. Sei Trabalhava na parte da manhã, eu saía de casa cinco e meia, entrava no serviço se, sete hora, mas era longe, saía do servi saía do serviço seis horas, chegava na escola sete e cinco e só podia entrar até sete horas Um dia a diretora falou, você não vai entrar. Falei, eu vou entrar. Eu falei para ela, se a senhora não me deixar entrar, eu vou procurar o meu direito. Vou na delegacia do ensino. Eu expliquei para a senhora. Eu saía seis hora, mas até pegar ônibus e chegava completamente exausto né Aí ela falou, tudo bem. Aí Nesse dia que ela não queria deixar, tinha prova, eu falei, vou entrar. Entrei e ela falou, tudo bem, você vai entrar hoje. Aí no outro dia eu fui na delegacia de ensino, procurei o meu, ó assim, assim. Aí me deu um papel, Entrega para para a diretora. Aí Aí eu eu podia entrar até sete e quinze Aí o foi acumulando o cansaço, porque eu trabalhava muito. Eu trabalhava muito. Eu sempre fui dedicado ao serviço, ao trabalho. Então eu chegava cansado, já vinha às vezes tinha prova, aí eu ficava estudando até três, quatro horas da manhã, dormia até umas cinco e pouco e levantava. Mas fui vencendo, vencendo. Tinha dia que a pessoas ia para o recreio, voltava e eu lá dormindo. Aí E eu, e eu conseguia ver a aula legal até na segunda, terceira aula. Na quarta, quinta, já não, já não tinha mais jeito. Aí um dia eu falei, ah, vou parar. Aí dei uma parada. Parei um tempo, um ano, para dar uma. Aí falei quando voltei, estava no serviço, aí eu falei, agora eu vou. Depois, aí, quando eu estava indo bem, aí eu me envolvi com uma moça. No, aí eu falei, ah, encontrei a mulher da minha vida. Eu acho que foi um dos piores momentos, eu acho co, acho que o pior momento que eu acho que um ser humano. No começo, era mil maravilhas. Quando estava eu e ela, a partir do momento que eu acho que eu fui morar perto da mãe dela, a minha vida de alegria virou um inferno. Então

Aí depois acabamos do aí acaba, aí acabamos tendo um uma filha que hoje ela está com vinte, só que uma Aí certo, aí certo dia eu olhei para ela. Eu já chegava, já não tinha mais clima. Um dia eu olhei para ela, para a menina. A menina tinha, nunca me esqueço, tinha quarenta dias de vida. Eu olhei para a menina e para ela. Três horas da manhã eu falei, eu vou embora. Eu, com quarenta anos, foi a decisão mais certa que eu, que eu tomei na minha vida.

Ah eu acho que, se eu estivesse com ela hoje, se eu tivesse insistido, eu eu acho que eu, eu acho que eu estaria preso ou estaria morto. Porque chegou uma relação, sabe? Eu acho que muitos, muitos homens, às vezes, se matam, não. Você tem que, tem que ter a personalidade, personalidade de falar, eu vou vencer e vou começar a minha vida de novo.

Não, por enquanto eu quero, eu ia na cadeira, tomava banho e ia seguir, andava, dormia na na calçada, até que um dia, aí eu eu trabalhava na na na Morato Coelho, até que um dia eu conheci hoje, que é a minha esposa, numa brincadeira. Nossa, tem um sorriso, você tem um sorriso encantador, hein? Aí Depois dessa brincadeira, Aí começamos. Onde você conheceu ela? Eh Eu conheci ela aqui na na na Morato Coelho, em Pinheiros.
Mas, na rua, no no aonde?
Na padaria, que ela era cliente. Ah, falei, nossa, você tem um sorriso, hein? Aí passou, depois de um, um amigo meu falou, ah, eu estou sentindo cheiro de casamento. Aí passou uns uns dez dias, aí ela veio, eu falei, vamos, assim, vamos eh comer alguma coisa?

Aí eles o, aí eles me encheram o saco, né?

Eu falava, que nada, vocês estão. Depois, assim, com. Aí eu contei para ela o, realmente, olha, minha minha vida é assim, assim, tenho uma filha, parara eu era eu era a junto com uma pessoa, você você me dá um tempo para mim resolver essas Ela falou, tudo bem, eu dou um tempo. Esperou um ano, depois. Depois aí começamos a namorar firme, Ficamos noivos em em um ano ficamos noivo e casamos. Já agora, dia vinte de novembro, eu acho que foi um momento, eu acho que, acho que todo homem queria estar nesse dia, vinte de novembro, há quinze anos atrás, porque eu acho que eu acho, foi um momento assim que. Você casou? Aí eu casei, cartório, igreja e tu
Como foi o dia do seu casamento? Ah, foi
Caiu num sábado, aí minhas cunhada, minha esposa é mineira da da da cidade de Januária, Então, aí ela. Aí ela veio as irmã, as que eu não conhecia. Aí as irmã, que que que lá eles faz muito criação de galinhas, porcos, essas coisas. Trouxeram galinhas, ma ma mataram galinhas, trouxeram na caixa de isopor, trouxeram linguiça. Então, nesse dia, assim, só no almoço, tinha cento e dez pessoas, só no almoço. E, assim, aí chegou o dia, de assim, eh na semana do casamento. O que que vamos fazer? E eu tinha o conhecimento.

O cara que de frios, eu te dou queijo. O outro Então, praticamente, a única coisa que. Eu praticamente não gastei nada no casamento. Ganhei sapato, ganhei roupa, ganhei tudo. Então, os anos. E eu era, sempre fui querido até hoje. Então, todo mundo falava, nossa, e a festa?

Outros te dou em dinheiro. Então, praticamente, festa tudo.

O resto, eu ganhei praticamente tudo.

Olha, o que eu ganhei de presente que eu acho que, olha. E graças a Deus E assim, falo para minha esposa, cada dia eu falo, olha, você e meus filhos são tudo. Eu acho que a família, eu acho que um, qualquer, seja qualquer pessoa que não tenha família, ele não é ninguém. E Eu e eu sou assim, minha família, quando eu falo da minha família, minha família, meus filhos, a gente até, meus filho, quando eu falo dos meus filho e da minha esposa, porque eu acho que hoje é difícil. A vida a dois, eu acho que você fala, ai às vezes você. E eu que convivo dia a dia com as pessoas, eh atendendo, você percebe que hoje as pessoas são infelizes. Só que elas são infelizes, mas elas também não buscam a na não buscam a felicidade. Acho que a partir do momento que eu a, que eu sou casado com a senhora e não deu certo, você tem que ser sincero. Olha, fulano não dá certo. Vai ficar sofrendo até morrer?

Então, então você casou e você morou, morou nesse mesmo bairro onde você? Então, aí eu casei
Era casei e acabei morando a um quilômetro e meio dos meus pais. Então, praticamente, eu dos filhos, praticamente sou o único ainda que moro assim. Hoje eu moro a cinco minutos do meu pai. praticamente, eu nunca abandonei. Meus irmãos têm um que mora em Itaquá, outro que mora em Americana, outro que mora em Parelheiros. Então, estão bem sempre distantes. Então, a gente se se encontra mesmo, é principalmente no Natal e ano novo que se encontra a família toda. Uhum, uhum.
Mas. E aí, você estava trabalhando aonde?
Eu estava trabalhando na Morato Coelho, aqui em Pinheiros. Depois eu acabei, eu muitos anos, aí acabei ficando desem desempregado.
Peraí um pouquinho, lá você trabalhava fazendo o que mesmo?

Na Morato Coelho
Eu trabalhava atendendo, balconista, fazia lanche.

Aonde precisava eu estava.
Era num o quê, numa padaria?
Numa padaria, sempre sempre padaria agora. Aí depois, aí eu acabei ficando desempregado. Aí eu, eu estava muitos anos, aí a ficha demorou a cair. E nessa dica da ficha, demora cair a. Aí um dia a minha esposa falou, estou grávida. E eu desempregado. Falei, meu Deus, e agora? Desempregado, nunca me esqueço. Aí faltava, faltava um mês. Nós não tinha uma peça, porque ela trabalhava.
Ela trabalhava no quê?
Ela trabalhava da, trabalhava de de, ela trabalhava de doméstica. Então ela trabalhava, sustentava a casa em em tudo. Acho que ela. Nesse momento, eu acho que ela. Deus dava força para ela e, e ela me dava força para mim, porque eu acho que a, um homem desempregado, ele não é ninguém. Você não consegue. Você sempre acha e você sempre está inferior a qualquer coisa. Como que você, como que você é o

E a barriga foi crescendo, crescendo até E eu, pelo meu conhecimento, deixei muitas amizades.

Eu falei, ah eu estou precisando, é o que eu mais preciso.

Ele já sabe tudo dessa história. Chega lá, ele ele vai ver se realmente aí. Ele me ligou na. Ele me ligou na sexta à noite, eu liguei no sábado de de manhã cedinho. Ele falou, então vem na segunda-feira. Aí eu fui na segunda-feira, conversei com ele, e eu e eu preocupado, falei, ai tem que dar certo, porque já estava quase perto da esposa ganhar, nada de roupa. Nada, não tinha nada. Falei, meu Deus, e agora, mas vai dar certo. Aí Saí de casa com aquela fé, falei, ah eu vou tranquilo. Quem Quem sabe não. Aí eu falei, eu quero falar com o seu Carlos, com o Carlos. Aí a irmã dele falou, ah ele já vem, aí

Eu falei, olha, eu muitos anos, dezessete anos e oito meses assim. Então eu já estou um um tempo desempregado. Só que o senhor me dê dois dias, três dias no máximo. Eu não quero salário, não quero nada. Com três dias a gente conversa, o senhor analisa meu serviço. Aí ele falou, então faz o seguinte, você descansa terça-feira, na quarta você vem, para dar aquela quebrada de ansiedade. Ah, mas não, ele falou, não, vem na quarta que é melhor. Sabe aquela, ah, eu já quero. Aí chega chegou o dia, o grande dia, na quarta-feira eu fui, você fica meio acanhado, você pode ser um um profissiona, um profissional, e tanto, mas o primeiro dia, você não conhece ela, não conhe. Então você fica meio, mas aí eu acabei indo, depois com dois dias ele me chamou e falou, A vaga, a vaga é Você não, você não tem que provar nada a ninguém, você sabe. E eu, graças a Deus, e eu acho que o, eu a partir do momento que eu entro no serviço, eu entro para vencer. E eu procuro ser melhor em tudo. É o que eu passo para o meu filho Nossa, pode trabalhar com cinquenta, mas você sempre tem que procurar sempre ser o melhor. Mas nunca querer passar, nunca querer... Atropelar as pessoa, o melhor no bom sentido. Então eu suponho, a senhora vai lá hoje na padaria, eu senti que eu não, que faltou algo para mim, amanhã pode ter certeza que eu, eu me cobro. Então por isso que eu acho que eu sou um vencedor
E hoje o senhor trabalha no no quê lá? O que que você faz lá? Ah, hoje
Hoje eu eu atendo o telefone, eu faço tudo. Lido com o público. A senhora vai lá fazer pedido, eu que dou atenção. A senhora quer saber de um bolo, eu que explico. Então, eu tenho orgulho do que faço. E assim, e agradeço a cada dia as pessoas que, a cada amizade que eu conquisto e ca, e a cada cliente. Porque você indo lá, eu acho que. Eu acho que todos deveriam pensar assim. A senhora, além de ser uma cliente, a senhora passa a ser uma amiga. Então, lá na padaria, a a a gente se cobra muito isso. Vocês deixam de ser cliente e passam a ser nosso amigo. Então, não tem como eu enganar a senhora. Então vai, vai a filha, vai nora, vai, vai sempre vai a família. Às vezes e a senhora liga e eu falo, Oi, oi dona Sônia, tudo bem? Como vai a família? Como vai o maridão? Então isso acaba se tornando um laço forte.

E eu falei para o dono da padaria.

Aí eu falo para ele, eu tiro o avental, eu falei para ele, eu tiro o avental e vou e vou embora. Eu acho que cada ser humano tem um dom. E eu tenho o dom de lidar com as pessoas, seja qualquer pessoa. Cada pessoa, eu sei como tratar senhorita, senhora, senhora, mocinha, cada pessoa. Tem pessoas que, tem moças que às vezes você percebe, está no baixo astral, aí eu falo, êh, mas hoje você está no baixo astral, o que que é isso?

Então, você acaba dando o conselho.
Então, eu eu acho que hoje eu sou

Eu posso conversar com você? Aí ela acaba contando a vida dela, que que é infeliz, que não está com o marido por estar. Aí eu, aí você Acaba, você acaba conversando, falando, olha, eu acho que só quem pode tomar essa decisão é só você. Eu acho que certas coisas na vida é só a gente. Só a gente pode tomar de de de de, essa decisão. E eu procuro ser atencioso com todas. E mesmo assim, mesmo assim, eu não, você não consegue agradar todas. E eu assim, e eu me sinto muito mal que às vezes tem pessoas que falam assim, não, eu não quero ser atendida por você. Então, você se sente fala, porque você nunca pode julgar as pessoas sem você dar uma chance. Acontece muito, mas eu procuro. Tirar de letra. Aí eu, quando hoje mesmo vim e falei, ah, levantei e falei, o dia vai ser muito bom e eu quero chegar lá na entrevista tranquilo.

Eu acho que todos nós temos que estar preparados para qualquer tipo de situação. Aí eu sempre, quando eu ando, sempre minha família, Deus e minha família andam junto comigo.

Aí eu, minha família...

E com os seus colegas de trabalho, como como é, como é que é a sua vida lá com eles?
A vida é meia, é meia complicada. Por um exemplo, as pessoas, seja qualquer Qualquer atividade de serviço, as pessoas nunca admite. Às vezes as pessoas não, não consegue, não sabe, cada eu acho que cada um tem que conquistar o seu espaço. Então, às vezes, o que às vezes me atrapalha, as pessoas têm um pouco de inveja do dom que eu tenho. Pessoas falam. De qual dom? De de lidar com as pessoas. Suponhamos, chega dez pessoa, as dez pergunta de mim. As dez, então, as pessoas fala, pô, mas como com ele pode ser assim? O que que ele tem que a gente não tem? Mas eu tiro, aí eu tiro isso de letra, procuro fazer meu serviço daqui e dali. Eh, em vez em quando tem discussão dos, isso de trabalho, ah você podia ter, sei o quê, podia, mas isso é discussão do serviço. Passou duas hora, volta ao normal e no outro dia estamos prontos para vencer. Mas eu procuro sempre, assim, aí eu acho com principalmente eu acho com Com a ideia de montar o time de futebol, eu acho que hoje uniu muito mais.
Conta um pouco a história desse time, porque a gente não sabe. Olha. Como foi isso?

E ele, na brincadeira, sabe aquela? Nós correndo, era meio, era uma, meio-dia, hora de almoço, todo mundo correndo, um atropelando o outro.

Por que que a gente não vamos. brincar, montar um time futebol. Aí, vamos não vamos. Aí, e a quadra? Aí falamos, então vamos montar. Fulano, você está a fim de jogar? Tá, tá Então, aí conseguimos montar lá oito, nove pessoas. Aí falamos, e agora, e a quadra? Aí fomos, a gente trabalha. Metros da do batalhão da polícia. Aí vamos lá falar com o batalhão.

Aí ele. Começamos e aí na primeira semana, primeira semana foi todo mundo, na segunda um não podia ir não sei o quê, que tinha que buscar o filho na escola, o outro não dava, que a mulher não deixava. É, porque o cara deixou de de fazer certas bro obrigações. E eu mesmo aí, nós ia toda toda quarta. Aí eu mesmo falei, olha, na quarta é complicado para mim ir, porque eu tenho um filho pequeno, eu tenho que, eu que busco na escola. Está bom, aí entenderam. Aí, aí na brincadeira, foi dando um mês, dois meses, e nós indo. Aí o, aí chegou um daí todo mundo, e agora? A gente precisa comprar um uniforme para ficar mais sólido, né? Como que nós vamos fazer? Aí Marcamos um jogo contra a padaria pioneira. Aí chegou, aí tinha, nós tinha uma cliente, amiga, ela falou olha, nós falamos com ela, ela falou, olha, eu tenho um jogo de uniforme do meu, do filho do meu time, eu posso, do meu filho, eu posso emprestar.

Conseguimos, com a ajuda do seu posto, que é o Dono Padaria, a metade do do financiamento. E o resto conseguimos com a ajuda nossa e de clientes. Aí, bancamos, chegou o grande dia do uniforme, fomos buscar. Aí, de lá para cá, foi passando quatro, cinco meses, nós com o uniforme. Aí, eu a, eu tenho conhecimento, falei com o vendedor da Sadia, da da Aurora, Perdigão, conseguimos redes, bolas

Vamos fazer uma eleição para presidente e eu ganhei em disparado. Ele falou, eu acho que você é a pessoa, não tem como falar assim, não, vamos pôr outra. Porque você gosta e você ama o que faz. Então, um dia eles me falou, você é diferenciado mesmo. Às vezes a gente quer a inveja, mas você é diferenciado. E sempre a humildade, eu nunca deixo a humildade. Aí eu fui, consegui falar com um, com outro.

Então praticamente no bairro não tem um time que hoje ganhe da gente. Aí conversamos eu com o conhecimento, descobri quem era, fazia parte do do jornal do bairro. Aí eu falamos com ela. Eu já lembro aí, eu falei com ela, ela falou, bem, eu me interessei, vou fazer a matéria.

Aí o time, depois dessa matéria, o time, sabe, um foi uma matéria assim. Aí tem eh pessoas que ligam para saber o que que a gente precisa. Aí eu falei, olha gente, estou com uma ideia aqui, eh o nós vamos formar um ano de ti de time, vamos fazer um festivalzinho, só que vamos ver se a gente consegue um uni, um uniforme novo e patrocínio. Aí fale falei com cliente, falei, falei com um, falei com outro, falou, ah vamos ver, foi em dezembro, de dezembro para janeiro, ah deixa passar as festas. Aí conversando, aí ele indo embora, certo dia indo embora, o êh tem um cliente, aí contando a história, ele falou, eu sei a pessoa exata que pode te ajudar, é meu irmão. Eu falei, quem é seu irmão? Ele falou, mas ele vai lá sempre e tal. Eu falei, quem é? Aí depois de uma semana eu descobri quem era. Que eu fui insistindo, quem é fulano de tal, quem é? Aí um me falou, é aque, é esse que você atende. Falei aí eu falei para ele, olha, assim, olha, da o time vai, o time vai fazer um ano. e nós estamos lutando por, nós estamos lutando pelo segundo uniforme do time, que as cores, a cor é o uniforme vermelho, vermelho e branco, todo predomina o vermelho, tudo aí, falou, o que que você precisa do uniforme? Eu banco o uniforme. Aí já bancou o uniforme, já fui lá já, ele então ele tem um comércio, só que ele falou, deu o uniforme, foi lá na loja e pagou. Então, e a, e a gente, em homenagem a ele, de todos nós falamos, fomos lá na loja, falamos com um dos funcionário, aí pegamos um, eh um cartãozinho aí e mandamos fazer ele como patrocinador, em homenagem a ele. Falamos com outro também, ele ajudou. Falei com uma cliente também, ela Quando foi ver, no final, o uniforme era mil era, mil reais e nós tinha mil e. Aí o uniforme já está pronto, dia vinte e três, que é sa, é sábado agora, a gente vamos fazer um, vamos fazer uma festa em homenagem a um, a um ano de time, com quatro times de de, disputando o troféu e bola. O time que for campeão vai levar uma bola e um troféu. E a gente está assim. E a gente, nessa, a gente do do de, quando começa a se, quando co co, entra a semana, a gente já fala, ah, tem um jogo. Então a gente não, cada dia, a gente já tendo cliente, não tem ninguém, a gente aproveita para falar um pouquinho de futebol. Então, fica sempre aquela ansiedade de chegar o sábado. Para nós, depois da padaria, o dia mais importante é o sábado. E aí, como que nós vamos fazer para jogar dia de sábado? Como chegar nas mulheres? Aí eu falei para a minha esposa, olha, sabe que eu trabalho, não sei o quê. Eh, nós vamos começar a jogar dia de sábado. Ela falou, você pode ir. Porque, ela falou, você trabalha semana toda. Eu acho que eu não tenho o direito de de de tirar o que você gosta. Aí to todos nós, aí então praticamente, nós tem torcedoras que acompanha a gente, aonde a gente vá, a gente vai jogar no Imbu na, aonde a gente vai jogar, sempre tem torcedoras fiéis que nunca abandona a gente. Por isso que eu acho que nós, O time, a nossa a padaria e o time, a gente se formou uma família. Acho que é tudo. Dia de sábado eh começa das quatorze e trinte até as cinco, cinco e meia Quando é horário de verão vai até as seis Agora vai até umas cinco, por causa desse horário. Uhum Mas a gente está indo. Quem são os outros times? os participantes ou. Que vão participar desse campeonato? É. O, eh eh Um um é o time do bairro, que são os eh, os veteranos que antigamente. Fazia parte do do do Leão do Morro. Hum. E outro eh vai vir de lá do Imbu, que é um amigo meu que nós já trabalhamos junto, já há muitos anos e a família, a família, o time deles é uma família. Quando vem de lá do Imbu, vem quatro carros, homens e mulheres, vem as mulheres e os maridos e lá eu e eu tenho conhecimento,

Fazem sobremesa, ligam para para saber a sobremesa que eu quero. Então, eu graças a Deus, cada dia que passa, eu sinto orgulho de mim mesmo. Por eu ser querido assim. Eu acho que você não se conquista nada por acaso. Eu acho que tudo na vida você tem um dom e você tem aquela. Como chama o time mesmo? O time é. Leão, espera um pouquinho. <laughs> Esqueci as

Então assim.
Quem deu esse nome? Eh
Todos nós, nós fizemos uma enquete para ver qual os nomes, Real Madrid, então hoje, agora hoje a gente estamos usando, praticamente nós estamos hoje Em um ano de time, nós temos duas derrotas no currículo. Então todo sábado. não sábado que não tem, não sábado que não tem jogo assim, a gente faz jogo treino. Aí um dia tiveram a ideia de fazer os jogos eh entre nós mesmos, entre baianos e cearenses <laughs> Inclusive nesse dia eu até não estava que, eu tive um problema, até não estava. Mas falou que foi emocionante. Nós estamos até pretendendo depois que passar esse. A gente tem jogo marcado, nós estamos em fevereiro, tem eu acho que até março, abril, jogo marcado. Então, depois a gente quer fazer. Inclusive, no dia vinte e três, vai o Jornal do Bairro fazer outra matéria. Vai fazer outra matéria de novo. Então, a gente, assim, eu acho que. Eu acho que, olha, eu eu acho que de Deus eu não espero mais nada. Estou feliz.
Técnico, tem
A gente procura. Eu acho que cada um procura dar opinião e a gente escuta. Quando eu não estou, quando eu. Eu, além de ser o, quando eu estou fora, eu procuro, eu procuro sempre orientar. Porque eu eu acompanho futebol há muitos anos, eu gosto. Eu estou, eu acompanho futebol que desde co, ah há trinta e poucos anos. Então, eu sei, eu po, eu sei muito. Antigamente, eu acompanhava futebol que você via jogadores fantástico.

Eu peguei o o Pelé no finalzinho, mas eu vi jogadores. Hoje a senhora vê uns cabeças de bagre aí que não. Com contratos milionários, você fala, não, não é possível. Então, ah treinador mesmo. Treinador somos nós dezesseis, a opinião e a opinião sempre a gente procura sempre ouvir todos para ser aquela, para ser a, tomar aquela decisão sensata. Nós nunca tomamos a decisão eu vou tomar a decisão sozinho, aí eu tive a ideia falei assim, então é o seguinte vou mais uma ideia, falei ah então vamos fazer o seguinte cada um todo me, todo do dia to, todo do dia vinte Cinco reais. Pega o nome de todos jogadores e marca assim, meu nome.

Põe lá os papelzinho, o que for se eu for sortea, o que for sorteado o nome e está escrito chuteira embaixo, ele ganha a chuteira Então eu acho que essas ideias, vo você com cinco reais, você ganha a sua chuteira. Então eu acho que é assim. Hoje você já tem os onze? Eh
Onze jogador?
Nós estamos, nós somos em dezesseis. Nós somos dezesseis. São quatorze da pada, eh quator,é treze da padaria e de três de fora. Os três de fora são do, são da família. Fazem parte mesmo. Então agora nós vamos deixar. E nós, o nosso objetivo agora, vamos eh, va ver se consegue o patrocínio para o agasalho do time. Porque eu acho que você nunca deve pensar baixo. E pelo conhecimento, você sendo sincero, você você consegue tudo na vida. Eu acho que você tem que ser sincero, honesto. Seja para qualquer tipo de situação. Porque, às vezes, eh se eu sou sincero com a senhora, a senhora fala, pô, ele está sendo sincero, eu vou ajudar. Então, eu acho que eu. Eu hoje, eu acho que eu com quarenta anos, eu agradeço todo dia a Deus. Minha família está sempre. Deus de um lado, minha família do outro. E E sempre. Tem dia, tem dia que você está chateado, você fala ai não sei o quê, mas faz parte da vida. A gente às vezes, sempre quando eu penso que eu estou às vezes, eu dou uma olhadinha. Não precisa olhar muito. Só dá uma olhadinha, só um pouquinho de lado, que você vê que você está, olha, está de bem com a vida.
E eu. Então, e faz tempo que você está então aqui. Você não mora aqui, mas faz tempo que você

É senhoras, crianças. Eu conheci crianças de

Todas querem descobrir o segredo, porque que eu, eu nunca fico eu. Eu sempre eh. Tem pessoas que fala que me conheceram há vinte e cinco anos atrás e eu estou do mesmo jeito. Não mudei nada. Eu falo, são vocês, meninas, senhoras, pe pessoas idosas E eu tive, assim, duas pessoas, três pessoas que eu acho que, para mim, que duas foi e uma ainda está viva. Uma é que mora, as duas morava de frente.

De frente da onde?
De frente a padaria onde eu trabalhava.

A mãe dela, para para ter ideia, ela ela queria saber o que que eu gostava, assim, eu falava, ah, eu gosto de camarão. Ela falava assim, ela tinha oitenta e poucos anos, então ela queria que eu fosse no restaurante com ela. Só que, por ela ser ser idosa, então ela bem debilitada, ela me dava o dinheiro, falava, você vai comprar o camarão e. E sempre ela ia, fazia questão de, às vezes, atravessar a rua para ir lá me beijar todos os dias. A mãe, a a mãe, e a filha foi, quando eu tive desempregado, eu acho que ela. Para mim foi assim, a pessoa que me ajudou muito.

Nós estamos na amizade já de dez anos. Eu sempre vou na casa dela, ela vai na minha casa. É uma pessoa que, como fosse uma mãe, eu acho que qualquer pessoa do mundo queria ter uma mãe, uma mãezona. Era uma mãe, amiga.
Então, eu acho que. Você conheceu todas elas aqui no bairro?
Todas elas no bairro.

Eu falo, e o maridão?

Então, eu me sinto assim orgulhoso. O que mais um ser humano quer na vida? Ter o carinho da família, ter o carinho dos amigos, das pessoas. E eu acho que qualquer ser humano. qualquer ser humano eu acho que queria passar por isso. Eu acho que eu não tenho nada a reclamar. Tenho que agradecer muito, muito, muito mesmo. A Deus e a família. Eu acho que, a partir do momento, eu acho que o mundo só vai começar a melhorar a partir do momento que as pessoas começarem a identificar. Famílias. E aí, assim, a palavra compaixão, eu acho que não existe mais. Porque eu a palavra compaixão, eu acho que a pessoa se torna um pouco mais sensível no mês de dezembro, que é o mês do Natal. Por que não o ano todo? Todos os dias. Eu acho que a senhora passa por mim, não olha, não, eu acho que não é assim. Bom dia, se você falar um bom dia, não vai tirar um pedaço. Então, eu não acho que eu eh, eu não, eu acho que passa por dia de manhã, das duas, das seis até as duas horas, acho que passa Mais de mil pessoas na padaria. Todas que eu atendo, é bom dia, sempre, sempre, fulana, você hoje não está bem, menina, hoje você está Sempre, eu sempre tenh. Aí chegam umas com a, com as cores de blusa verde, eu falo, você, que que a, que cor bonita essa cor de abacate, hein?

Elas acabam, todos acabam saindo felizes, senhoras, às vezes chega aquelas pessoas invocadas, bom dia, tudo bem?

<laughs> E eu. Dá, até que chegou, eu acho que muito mais, eu estou muito mais feliz de de de estar aqui com vocês. Eu acho Eu acho que eu nunca pensei que um dia. A gente sempre pensa, mas eu acho que eu nunca pensei de estar aqui. Eu me sinto. Como de, me sinto como se eu estivesse na minha casa.
Como foi dar essa entrevista para você? Ah
Ah, para mim, eu acho que foi fantástico. Vocês, eu acho que, sabe, dão segurança. E eu acho que o que sai de dentro de nós, eu acho que é. Tem que ser espontâneo. Eu acho que a pessoa não tem que se preparar.

Tudo, tudo, eu acho que tudo na vida tem que ser natural. Tem que ser espontâneo. O que vem de dentro. E eu acho que âh, cada um tem um um dom e você, e o meu sexto sentido e eu tenho um. Cada um de nós, porque eu acho que cada um de nós não usa um terço, um por cento do que o, do que o nosso cérebro do que o nosso cérebro libera para a gente. E eu, graças a Deus, eu procuro. Eu fui dormir tranquilo, eu falei, a minha entrevista vai ser como eu estivesse, âh, com aqueles onze amigos. assim, brincando, contando piada, ou quando a gente está jogando bola, assim, eu estou jogando bola com eles, aí eles, eu termino o jogo e eu falo para eles, ó, meninos, eu estou indo embora porque minha família me espera.

A minha alegria, eu estou com vocês, acabou o jogo, minha família me espera. A coisa que eu tenho mais medo, todo dia falo para minha É um dia eu sair para trabalhar e não poder voltar. Acontecer minha, alguma coisa no caminho e eu não ver minha família. Acho que nesse dia, para mim, eu acho que. Mas por isso que Deus. Eu acho que a partir do momento que Deus, você, para ser. Para acreditar em Deus, você não precisa ir estar em igrejas, sabe? Eu Eu vou na igreja uma vez por mês ou a cada dois meses, mas eu acho que O que eu tenho aqui dentro, o que eu tenho aqui dentro, eu acho que eu não, eu acho que eu não, eu não devo nada para ninguém. Ando na rua e agradeço cada passo, cada vitória. Então, eu acho que eu sou feliz no que faço, sou feliz no amor, sou feliz que tenho meus dois filhos, que cada dia quando eu chego e que olho, principalmente quando eu saio de manhã que estão dormindo assim, eu olho. falo são meus. Então eu acho que. Minha esposa. Minha esposa eu acho que, minha esposa eu acho que o, para mim, ela é tudo. Ela é. Ela é, eu acho que. Não é, não é minha metade, eu acho que ela é tudo. Porque eu falo para ela todos os dias. Eu acho que o dia que Deus falar, Deus o livre, ela vá primeiro. É difícil. Eu acho que a palavra amor, eu acho que se existe amor, eu. Se é uma paixão, eu sou um deles. Ah, meu. Todo dia eu falo para elas, sempre. Eu acho que pessoas que casam, nota a mulher, mas eu acho que todo dia você tem que falar alguma coisa. Hoje você está bonita, hoje você está gostosa. Eu acho que isso acaba incentivando a vida a dois. Então eu acho que Cada dia, e eu gosto de ler muito, eu procuro ler, eu procuro sempre prestar atenção. Então, às vezes, você vai ajuntando. Porque eu acho que você você escuta delas, dela da senhora do, do rapaz. Então, você acaba formando a sua história. Você fala, ah eu acho que o casamento pode ser assim, assim, ou a vida, falar com os filhos. Então eu acho que dela eu só tenho que dizer que ela, para mim, é uma, é uma deusa. E meus filhos são um herói para mim. Eu acho que para eles. Eu tenho certeza, perguntar para eles, eles vão dizer que eu sou um paizão. Ah, eu me emociono mesmo quando falo. Eles. E ele assim, feliz. Eu sou feliz no amor, feliz no trabalho e no esporte. Agora a gente brincando, eu acho que. Ah, então. Deu para perceber que eu sou feliz mesmo. Tem dia que você tem. Tem dia que você fala ai. Mas você não pensa, não. Pensa não que Deus. Deus sa, Deus sabe o que faz. Eu. Hoje eu, pode ter certeza. Hoje é um dos dias também Feliz para mim, feliz mesmo, que um dia eu vou, quero olhar no cê dê e falar po, sabe, você olhar você mesmo, daqui vinte, trinta anos, meus filhos olharem e falar, esse foi o meu pai. Acho que é tão bom, né, você falar, meu pai, meu paizão. Então, por isso que eu falo para eles, vocês só vão entender o que o seu pai fala o dia que vocês fo, serem pais. Você só vai entender o que o pai fala para a mãe o dia que vocês serem maridos. Porque eu acho que você só vai crescendo conforme a sua situação. Então eu acho que hoje a vida a dois, eu acho que a partir do momento, eu acho que vocês casam, servem para todos e para todas. Uhum. A palavra compreensão, vamos compreender, vamos ouvir. A mulher não está naqueles dias, não está legal. Procure. Aí que ela, eu acho que quer uma atenção, um carinho. Tem pessoas que não. Então, já pensou, você casar com um bêbado e guenta, e chega, aguenta um bêbado te atormentando, ou faz uma comida e ele joga. Dá vontade, e aí? É complicado, né? Então eu, volto, e hoje eu estou me sentindo realizado.

Acho que qualquer um que vier aqui, pode ter certeza que eu vou falar muito bem para os meninos. Sabe que aqui é o primeiro, ah quem vai o primeiro.

Vou. Que bom que você gostou. Quer fazer uma Então, muito obrigada, hein, por esse momento, por dar essa história linda para o museu da pessoa.
Fico feliz mesmo. Muito bom você estar aqui. Eu muito mais.
Bom te ouvir, está bom?